era nós junto no... Qual enquete? Projeto Memória.
Nós éramos duas que parava em casa mesmo com a mamãe. E os restos se bandearam para um lado e para o outro. E trabalhava lá fora. Bebia. Como ele chamava?

E a sua mãe?

Elas m, eles moravam, eles já eram dessa comunidade? Não, vieram. Ela era do Paraná, a minha mãe. Era do Paraná. E ele era aí aí mesmo, morava aí mesmo. Nessa região. Era deles. Toda essa região, tudo. A terra era deles? Sim. <sniffs> Era aonde eles moravam. E aí... <coughs> Aí começaram a estar vendendo, vendendo, vendendo, vendendo. Aí ficou de nada. Todos bandearam, morreram. E ficou ele. E então ele trabalhava só para fora, para Com essa gente, para ir para fora. que que ele fazia? Roçava. Mas não era para a casa dele? Era Não, não, não, não. É, as... Como é, ãhn, como a gente fala era no bairro Dutra E nós ficava aí na terra firme aqui, para cá. Daí nós ia para fora, para, deram um gado para ele, Eles tratavam de também des de gado e trabalhavam, roçava campo. Que que é sarrar campo? Era ele que roçava o campo aí para o pessoal, para os patrão dele aí, lá fora. E comprava uma garrafa de, era uma semana que levava de bebida. Ele

Bebia. Mas era assim, uma garrafa era uma semana que levava. Não era como agora, que uma garrafa é rápido que, que termina.

E, e aí, quando foi uma época, ele veio, fez a a o rancho dele, dividiu com nós e foi embora para fora. Ele vinha sábado, voltava segunda-feira. E quando foi, foi já deu a vontade dele tomar e ele levou uma garrafa também de querosene. Quando chegou lá, em vez dele agarrar a garrafa de da bebida, agarrou o. E aí foi o o fim dele, foi isso. E quando foi de noite isso deu uma reação nele, de diarreia. E aí não não tinha sanitário, era por onde dava e tinha tinha dado uma chuva. Aí foi o fim dele. Aí pegou, pegou a doença. Acho que foi fatal, né? Não levou nem dois dias.

E aí ele estava na sua casa quando aconteceu isso? Não, ele estava lá fora. Trabalhava lá para fora e ficava para lá mesmo. Só vinha de sexta-feira. É que ele vinha para casa. O resto parava tudo lá fora. Daí ele vinha para cá e nessa luta a gente ia, né? Depois dele morrer, aí ficamos. Ficava com um irmão. É um. morreu também. Porque nós só temos... Já

Eram quantos? Nós éramos dez. Por tudo. E assim foi. Assim nós fomos crescendo. Mas aí vocês viviam do quê? Éh, do quê? Alguma coisa que tinha em casa. O, o Porque naquela época nós não tinha roça. Não tinha quem fizesse, né? Aí veio o irmão, que éh, também eram dois, era o

Chamavam gato para ele, Era quem parava com nós. Fazia casa, pescava. Hum, Depois che, o, arrumou o ch, o genro aí, o o resto das filha

E vinham os parceiro também que moravam aí. Tempo de cheia.

Que vinha para aí. Aí nós parava tudo junto.

Tinha uma família também e aí nós parava tudo. Não tinha abrigo naquela naquela época. Não é como agora, que se você encostar aqui já vai a paulada. Nessa época não. Graças a Deus. Vocês se davam bem? Se davam bem, sim. Casa ficava cheia. Quando era aquela hora da noite éh, as muriçoca era aqui, e já a casa. Eles faziam aquele fumaça lá e, espanava tudo, aí fechava novamente, mas com poucas. Assim nós amanhecia naquela luta. E nós fomos indo anssim. Mas ne nem roçado de mandioca? Não, não, não, não tinha. Despois já de um certo tempo, que mato a gente tinha. Da, do rodado da casa tinha. Depois eu fui fazendo. Meu irmão foi fazendo. Aí foi já outra coisa, né? Aí foi a outra coisa que... Já deu mais um progresso para para a gente mesmo, que já não comprava, já não andava de carreira quando por causa de farinha e outras coisas. Aí já fui em frente, já já fui diminuindo mais aquela carga grande que tinha na costa. Aí era a mamãe que fazia. A roça não tinha ela ia embora para cá para o, para baixa da serra. Éh, Conhece o Curuá?

Não conhece? Não. Éh,

uma palheira, né? Aí, por aí, ela jantava curuá porque ele cai, aquela massa é tão bonita. Colocava para secar, aí nós fazia o mingau. farinha, depois que apareceu a, tal da farinha de É uma farinha só seca. Ela agarrava, ela tinha um uma tinha assim, colocava no fogo, am, jogava água, Aí peneirava e co colocava para cozinhar para para poder comer. Era isso que... a principal coisa que a senhora comia, que todo mundo comia, era farinha?

E o curuá? É, a o O curuá era para o mingau. castanha? É. O miungau tinha leite também? Tinha a a a castanha, o leite da castanha. Ah... Ela trazia a castanha, secava aquele para fazer o mingau para a gente tomar, aí E assim nós ia levando. Aí a senhoras ficava com fome, lembra disso? Mas Ficava sim, mas... Aquilo passava, já estava acostumada, né Com pouquinho, né? Não é como agora. Que a gente vê um um um peixe e acaba assando na hora. <laughs> Naquela época, não. Eu tava acostumada com aquilo. E assim a gente ia levando. E nem o peixe não dava para pescar?

Tinha o peixe, mas não tinha quem quem fosse pescar. Depois é que chegou essa gente, já éh a aí já modificou.

Aí ele ia pescar. Aí foi outra coisa já. Porque o os meus irmãos nunca se dedicaram. Já despois de arrumarem mulher que se de dedicaram pescar. E foram já pescar e já foi outras coisas. Mas cada um já... já tinha a parte dele, já no outro canto. Aí fui ficando só nós. Saiu tudo. Ficou quem? Ficou só eu com a com a mamãe. E antes disso, ficou só eu com a mamãe. Aí nós comecemos a estar andando para um lado e outro, que não tinha casa. Caiu a casa. Aí foi justamente dessa hora que já estava grande, que eu arrumei já isso aí. Aí que nós comecemos a estar andando para um lado e outro e depois Deram umas terra que não não tinha onde e não queria ir para lá. Aí fizemos casa para ali e para baixo mesmo. Aí deu lá foi que nós fomos para. Para aí, porque deram para nós fazer casa novamente. Mas nós temos. Temos para lá e para baixo, mas não queria ir. Temos para. E anssim nós andemos. Mas andava como? Como é que é ficar andando? Me explica melhor. Nós (pigarreando)... Porque não tinha casa, né? Hum Então ia... Ia com outro parceiro. Aí dava, encostava, porque sempre tinha parente, sempre tinha irmã. Aí nós já ia para lá. Já ía pousar com eles mesmo, na casa deles, né? Mas assim, com o filho, não, não sei dar muito bem. Ficava quanto tempo, por exemplo, quando se <crosstalk> ih ia um Um... Uns tempos, uns anos, até era uma, para onde fosse. Depois nós tivemos, nós fomos para lá para baixo. Lá para onde o o meu filho tá. Para lá, eu tenho todos esses filhos para lá. Daí nós trabalhava para a Justina. Trabalhava para lá. Mandioca.

É uma paragem que que tem, que tem para lá que chama Justina, né? Tá é. É uma comunidade. Não sei se vocês passaram por lá. Tem uma comunidade lá que chama Justina, né? Tem Justina e tem Maloca. Para cá.

Nós ia trabalhar para lá.

Nós ia trabalhar para lá.

E assim, nós fazia plantio. <coughs> Plantava b cará. Plantava batata. A gente fazia pajiroba. Tinha banana. Tinha Plantava arroz. Tudo isso e Aí eu já ia, quando não tinha o que comer, já aquelas coisas. Já dava para a gente se manter. E fazia farinha. Aí fui endireitando mais, mas sempre no morro. De lá para fora era juta. Escutava a juta.

A senhora que Sim. Lavava a juta. Capinava, plantava, limpava. Era a nossa profissão. Era isso. Era um bocado horroroso, mas o que dava para fazer era trabalho, né? Tinha que trabalhar. E agora, o que acontece desses aqui, eles não sabem nem o que é isso. Já o que tá aparecendo é é a roça que sempre não querem. Não querem trabalhar. E aí vai passando para um lado e outro, um vai roubando, outro a gente cria galinha, cria pato, tá com fome e já já chega aquela hora, já quer comer e vem, vem roubar. É esse aqui, e não querem fazer mais Naquela época não. Os meus filhos eu agarrava, agora fica tudo. Os meus filhos, nessa época, a minha mãe morreu. Eu sempre continuando. Tinha de todo tamanho. Os maiores já estudavam ali. E E aí eu levava as roupas dele tudo. Quando era aquela hora, caminhavam tudo para lá. Quando era de tarde, vinha abaixando e Igual bezerro. Vinha embora para casa. E assim nós chegava seis, sete horas da noite. Né Lá do trabalho. Ah, a senhora só chegava às seis, sete da noite?

O que que a senhora estava fazendo na Na juta ou Farinha.

Farinha. Da juta nós vinha às seis horas e chegava em casa. Mas deixa eu entender. Primeiro a senhora trabalhou muito na juta? Em todos os dois. Junto? Na juta e na roça. Era. Como é que É fazia. Quem que fazia a farinha e quem que fazia a juta? Nós mesmos.
Nós mesmos fazíamos.
podia fazer as duas coisas juntas? Não. Tinha a época de fazer a farinha e tinha de da juta também. Ia fazer farinha para continuar o trabalho. Porque às vezes a gente não não não pode passar sem sem comer, né? Aí dela mesma fazia a farinha e levava para fora para o trabalho dela. Tinha que ficar em casa também. Era assim, o o passadinho nosso era isso. A gente ia buscar da dali, da Justina, vinha de lá. Aí nunca teve assim que dissesse que eu vou, eu vou te encontrar. Não. A gente mesmo muitas vezes não não levava a lamparina. A gente vinha no escuro. De lá até chegar em casa com mais de um arqueiro de farinha. E agora é saco como aquilo ali, ó. Nesse tempo, não. Era arqueiro de farinha.

Era uma latada. Uma lata dessas, no lugar de querosene, era meio arqueiro de farinha. As duas eram arqueiros de farinha. E agora, não. Agora resta <coughs> levar, acho que, mais de... Eu eu ah. Três latadas, parece que que, que leva. E a lata vinha aonde? Na cabeça? Não. Colocava na saca. Colocava na saca, colocava no paneiro. Vinha embora. Mas quem que vinha andando? Era a senhora? Era nós mesmo. Não tinha esse negócio. Quando nós come come começamos, era tudo no ralo. Botava dez paneladas de mandioca na água. Cinco conforme a semana, né? E aí, olha, no ralo.

Daí ia buscar lenha Não teve parceria de dizer o fulano vai buscar lenha, não. Nós mesmas deixávamos no, colocava um pau de atravessado e colocava mais um peso e ia buscar lenha. Aí exprimia, outra estava ralando, exprimia e e ia torrando. Era assim o trabalho nosso, que nós tínhamos. Mas e E as crianças ficavam onde? Ãh Rondando lá mesmo. Também. Era outro jeito.

Não sei se vocês vão para lá. É lá mais na frente.

Que fica. E aí nós levava a rede, amarrava lá na beira do roçado. E nós ia plantar. Quando eu não era capinã. Os filhos tavam lá. Quando chorava, a gente ia ria... <laughs> E essa era a nossa luta. A capinã era pelo mesmo jeito. Levava a rede, pendurava lá, amarrava no pau e tratava. E agora não, agora não querem mais. Principalmente negócio da unha, né? Que estuja, quebra. Aí pronto. Aí o cabo aqui vai se lascando. Para trabalhar, para população comer. Ou então, para poder tirar aquele dinheiro para comprar essas coisas para comer. <coughs> Para poder trabalhar. Não sabe, não quer. Fede a mandioca. A mandioca quando ela tá mole, Ela tem um cheiro, né? E aí já não querem por causa disso, porque não sai da mão. Ela gruda assim?

É gruda.

Sendo demais. Demorada, né? Ela gruda assim aquele cheiro. Agora assim, como a gente já tá fazendo, a gente não deixa mais amolecer. De um dia par a outro, já tá... Já está rapando tudo para colocar noutra vasilha. No outro dia para servar e torrar. Para nós aí dá É assim que a gente tá fazendo.
Esse esse ralo era de lata? Como
Era de lata, sim. Olha isso aqui. Isso aqui, quando a a mandioca escapulia, vinha até aqui, ó. Tudo isso aqui. Cortado, ainda aparece, ó. Aqui. Isso, a unha da gente enterrava o dente do ralo aqui. E tudo isso aqui que escapulia tava lá, ó. Isso aqui. Ainda aparece até hoje. Vinha em carne viva. E rói de novo, porque não tinha o que, nao tinha outra coisa. Mas é isso mesmo, né? E agora não não tem mais quem faça isso. Não tem mesmo. Que outras já só tão andando bem equipadinho, né? Não quer saber mais dessas coisas. Mas quem que não quer saber mais? Mas e toda essa essa população? Não chame para mandioca que nem cuidar no peixe. Sabem cuidar. Porque tem uns pichinhoszinhos para cozinha, uns pichinhoszinhos assim para tudo, para detalhar, não sabem fazer. Agora pão frito aí que eles comem mesmo. É assim. A situação agora que tá, tá se formando essa dupla agora, é só assim. Só nessa situação. Só gostam mesmo de dizer, venha a nós. Que outras coisas não. Não dá mais.

Foi aí que mudou? Foi aí que mudou, que a população não fez mais nada. Aí que mudou. Por causa da Bolsa Família? Por causa da Bolsa Família, só estão esperando que em vez de trabalharem, para acrescentar mais aquilo, mais aquele produto, né? Não quer. Quando acaba aquilo, começa a tá olhando para... Quem tem pai, mãe, aí ele vai a busca No fiado, né? Porque quando recebe o dinheiro, só... Não dá sempre para nada. Porque é é mais a dívida do que outra coisa. Porque muita gente compra farinha, compra tudo. O peixe, principalmente. Porque já sabe que a carne dali no açougue, A gente ainda fia para a gente, mas o peixe não. Se ficar devendo, o cara não demora já tá, já vem pedir, já vem exigir. E é assim, a população que que está ah decorrendo agora, é isso. É esse o problema que está acontecendo, que acontece agora. A população não quer mais trabalhar, mas ele come. Eu não, eu vinha de lá de fora, meus filhos estudavam aqui, com os dois filhos. Eu sei. Eu sei que é é um problema mesmo quando o filho falha, né? Mas eu vinha de lá de fora e ia para lá, para o trabalho. Levava dois dias. Fazendo farinha, para a gen, a gente ia então que dizia. Chegava na época da reunião e ia. Mas claro, eu sei. Eu sei que é mesmo. Mas não tem outro oh outro jeito, porque nós temos só... Ficou só eu com esses dois. Aquele que foi daqui e mais outro.

Era só eu com eles, que moravam lá fora. Então tinha que ir comigo. O que que ia fazer só eu Aí a senhora não não levava para a escola, levava para o campo, é isso? Eu levava para lá. Dois dias falhava a a aula. Claro que falhava. Aí me ralhavam, aí me pegaram também na cara também. Nós comía Tinha o que comer, não tinha de onde vir. Se ninguém fizesse. E agora não. Agora não querem mais. Não querem saber disso mais.

Aí, como é que era esse dia-a-dia? A senhora já tinha todos os filhos, morava na casa. Ele fazia o que que a senhora fazia? Melhorou a vida, assim, quando vocês estavam juntos com os filhos? Piorou.

Porque ele bebia muito. Bebia muito e a briga era na certa Quando ele voltava, ele bebia o quê?

Aí era assim a a situação.

Aí ela cresceu, mas eh ela queria me ajudar. Era ela. A senhora tinha os filhos e e ele também não fazia roça? Ele fazia. A verdade é que ele tinha que a gente fazia, né? A gente fazia, mas muitas vezes não não capinava, né? E assim, nós íamos brigar sempre para frente. Ele ia pescar, ele pescava, mas depois de um certo tempo não deu mais. De onde que ele arrumava o dinheiro para beber? Ah, mas e eu do do do aposento dele, quando se aposentou. Ficou, assim, defeituoso dos olho. Que a gente estava trabalhando. Estava trabalhando para ir para para a comunidade, para ir para fora. Fazendo arroçado, foi até para o final de. Aí, eu fui até um dia desse sábado que ele foi. Estava derribando ainda a mulher desse cara disse, não vai. disse, mas o quê? Era sábado. que eu faço hoje, Não faço mais segunda-feira. Já na vinda dele, de lá do roçado, ele derrubou, que estava bem na beirada do roçado, um pau. Ele derrubou e a casca estava saindo. Aí ele foi olhar para cima e assim que ele olhou, a casca veio despencar bem no olho dele. Entre o preto e o branco. Ficou aqueles dois pedacinhos de casca. Também foi o fim dele. Foi isso. Nós chegou para um lado e outro.

Com aquela dor.

Aí que desgraça o os olhos meus. Quando ele chegou em casa, estava com os olhos em nada. E não tinha brigado, estava só ele. Para lá. Eu mandei uma para lá. Mas já já estava. Não, não dava ainda para nada. Só vinha para levar uma água. Era para o que dava. Aí nós... Veio um senhor de lá do Areial, disse que era para a gente... Aí nós se arrumemos com essa

Aí fizemos tudo. Fizemos farinha, ajeitamos dinheiro. Nós fomos pedir para prefeito de lá de Só deram dez reais para nós, mas isso mesmo já valeu a pena. Arrumemos que levasse ele no verão. Levaram ele para óbitos. Hum. Mas quando chegou lá já tinha saído a a casca e os olho já tinha... Perdido? Já. Já tinha rosado os olho. E o outro? É, O outro estava bom. E aí foi. Aí foi para lá, trataram, trataram, tratraram, não dei um remédio. Não era aquele tratramento que tinha a minha irmã e uma sobrinha. Aí ela acolheu ele, era quem fazia as coisa para ele, e era essa irmã dele. Aí eu, Aí teve, teve, teve e aí depois <coughs> hoje aonde era a taberna. Hum, éh,

Fazia farinha, tirava o dinheiro mandava para lá. E a irmã dele entregava na mão dele, pau na cachaça. Não deu e assim foi. E anssim foi, e anssim foi. Quando foi uma, ele veio embora dela. E disseram para ele que era muito tratamento, porque para mais tarde ia perder outro. Era bebida, era bebida, era bebida. Depois se endireitou mais um pouco. Aí ia pescar. Ia pescar, ia pescar, ia pescar, mas por fim... Não deu mais.
Mas aí ele parou de beber, não?

Parou porque ele não não não conhece para onde ia aí e quem tem não compra. <coughs> Senão tá... Éh, a senhora não dá. Ha, ha.

Da minha mão mesmo. Negativo. Ah, enche a Isso era péssimo.

Aí eu deixei. Deixei e fui-me embora para Belém. Quase um ano para Belém, para lá. Para a casa de quem a senhora foi? Da minha filha. <sniffs> Dessa que está aqui. Ela tá para Juruti, foi para Juruti. Que que foi E como é que foi ir para Belém? A senhora já tinha ido numa cidade grande? Não. <sniffs>

Nem em Juruti. Não sabia nem. Na Tabatinga não sabia (espirra). Porque não tinha como eu ir. Não tinha quem levasse. Aí, aí ela me levou. Já tinha levado duas filha para lá. Aí, aí ela me levou e eu fui com eles para lá. Um tratamento para lá.

Deixa eu ir-me embora. Levou eles? Levou, levei. Ficou ele. Aí levei tudo aqueles tempo. Que que a senhora achou de Belém? Bacana, muito bacana mesmo. Só é, Ô, é melhor, é bom. Quando a gente está bom, né? Acho que doente não dá. Eu já fui, bem umas dez vezes para lá. Para Belém. Já fui em tratamento. Não deu. Não deu nada. Tratamento do quê? Todos os pobrema, dor nos osso. Eu que me ataco. Levo a hora, eu não estou sentada, e quando eu vou levantar, Tá quase duro. Esse poblema nas perna aí Nos braço. estômago. estômago tem um poblema que eu éh... Tem dias que não, mas tem dias que eu vou comer como pão, como uma bolacha. Com poucas hora, com poucos minutos, aí tem aquilo, o modo, que um plástico que tem anssim. E por baixo tem aquele, igual criouzinho ou uma manteiga que a gente coloca na água. Espalha aquilo. Quente. Dá aquela quentura. Eu já fui, hum, hum. Mas não deu nada. Eu tenho tomado remédio. Ainda não deu nada disso. já tomei bastante remédio para verme. Eu já tomei outros remedinho aí. quando? Eu já estava dizendo para a enfermeira aqui, mas... Já vim de Belém anssim nessa situação. Com as dores no braço. E E vai dar bem? Ah... Aí, dá é nada.

Aquelas dorren doença, meu Deus me perdoe que... Oh, meu Deus! <coughs> Que não tem mais cura. <laughs> Que Isso aí já está velho, né? E agora o que a gente vai que a gente não sabe. a gente ir aí pelejando até o dia que E aquela uma chegar, que a gente sempre espera. Tanto faz ser velho como novo a gente tem que é ir, né? Éh... Aí vai indo essa situação. Essa minha irmã também foi o mesmo jeito. Essa caiu da, se quebrou tudo. Caiu, pegou um rebolejo do carro, se quebrou tudo de novo. Mas ainda está reagindo. E agora, sabe qual a mais a idade, Aí vai, o reumatismo vai aparecendo, né? Trabalhou bastante na água, na mandioca, negócio de juta. E sabe aquela, aquele poblema que a gente tem que não tem um tratamento que preste. E aí vai indo. E agora a consequência chegou. Fraqueza, ela tem um poblema. Pegou derrame, quando eu tava para Belém. Pegou derrame e entortou a boca aí língua, tudo. Mas endireitou, a cabeça dela, a gente olha, é uma vermelhidão na cabeça dela. A pele da cabeça. E sempre assim, nessa situação, a filha que toma conta do do cartão dela.

Não. Não tinha. Quando apareceu, a escola já era os os filhotes do que tinha. Tinha, mas era pago, mas quem tinha os panos para manga para para pagar, professores. Na época que a senhora era criança? Sim. Era. Quem pagava o professor? Era os pais que pagavam. Os pais que pagavam. Quem que tinha dinheiro para pagar naquela época? Mas era dos dois trabalho que faziam. Mas que pais que tinham dinheiro e que pais que não tinham? Mas justamente o que não tinha, os filho Não iam na aula porque não tinha não tinha jeito para para os filho irem na escola. Tinha, tinha uma lá para baixo. Depois,

E a senhora nunca foi?

Nunca fui. Os seus filhos foram? Agora já eles, que eu dei muro, que chegou aí, justamente que eles foram. Eu não queria que fosse igual eu. Por isso que eu fui para Belém, que eu dei para essa minha filha levar, e se ficou muito bravo. Não, eu não quero que seja igual eu. Eu quero que eles reconheçam alguma coisa.

Éh, mora tudo ali na Deventista.

Foi já que... já foi... Quantos foram na escola dos seus filhos?

Eles iam na escola aqui mesmo, no? É.

Quem que dava aula?

Ela ainda é. Mas ela não dá mais aula mais. Ela vem, passa bem perto, que tem uma Era ela que dava. E E agora não. Passou para a filha da filha... Acabou que apareceu outros, né? Aí eles foram embora. Eles foram embora. Mas aí pagava para eh para ir? Era pagava, Era pago, sim. Ah, era pago? É. Era. Era pago. E a senhora pagava? Nós pagava, sim.
Era com dinheiro ou era com trocas?
É com dinheiro, sim. Era dinheiro. Naquela época, sabe, que... Naquela época lá não era muito, né? Mas para quem não trabalhava, era, sim. Era cinco, era dez, era conforme as A gente pagava. Tinha que comprar os livro, os caderno, que era só daquele caderninho que a gente fazia cortava, era só. Acabava uma já era outra. E o lápis? O lápis. Era a gente que comprava. Comprava onde? Era aí mesmo que tinha uma sempre aí. Sempre tinha. Sempre tinha, não falhou aí. Era Era anssim que a gente ia relevando. E que a gente a agia naquela época. A gente agarrava, juntava inajá, quebrava curuá, ajuntava curuá. Tudo isso a gente vendia. Que que é curuá? O curuá é uma palheira. O inajá é desses aí que tem ali, aqueles ali. Ali tem tucumazeiro. É igual a isso aí.

A gente ia juntava e colocava no sol, e quando tava seco a gente quebrava e Eu ia vender. Já dava para comprar alguma coisa. Nessa época era anssim. Não tinha de dizer que vendia peixe para cá como agora, não. Não tinha isso, não. Peixe, às vezes era em troca, davam. Mas agora, quem é esse? Essa ideia que ele já... Sou o filho, ainda, né? Graças a Deus. O filho é que traz o peixe? Ah, mas que o outro já, como naquela época, não. que lá na época, o outro o que pescava muito, trazia para todo mundo. É Não, eu sempre quando eu ia lá, sempre a gente era... sempre era feliz de... de ter algum algum pedaço de peixe, um inteiro, uma banda. A gente ia falar, aí davam. Davam para a gente. É anssim que era naquela época. Nossa. Hum Davam sim.

Por que que a senhora casou com ele? Como foi?

Andava em festa. A senhora conheceu ele na festa?

Era. Achou ele bonito, assim? Aí, ma é uma maravilha, né? Mas... <laughs> Ai, ai. Depois eu rever parei o que é, Ainda é boa, mas a volta, ela sempre... Sempre, sempre muito arredo nossa aqui no meio, né? Aí pronto, para desenrolar.
Mas a senhora casou ou só juntou com ele?
Casei. Ahn, isso foi, nós se ajuntemos primeiro e depois nós casemos. Quantos anos a senhora tinha? Lembra? Hum Não, não, não. Aí Isso aí... Minha cabeça já não... Não, não lembra mais. E foi anssim. A senhora junto com ele, aí depois teve os filho, aí resolveu casar? Sim.

É anssim que foi. <sniffs> E a igreja? A senhora tinha igreja aqui? Como é que era? Não, não tinha. E a senhora Sempre quando o padre veio, é numa casa que tem mais lá para baixo. Era quando depois Deu aquele entendimento, né?

Onde tinha? Era na Tabatinga. Na Tabatinga que tinha. Tabatinga e Óbidos. Nem em Juruti ainda tinha. Teve já despois. A gente ia para Tabatinga batizar filho.

Vamos, vamos, vamos, vamos. Aí comprou o livro. Aí deu para a população que entendia. Aí fui assim que eu fui. Quando eu vinha, vinha um barracão ali, lá para baixo. Era onde o padre e as pessoas se reuniam para fazer batizado, casamento. Era lá. Depois que foi feito aqui.

E a senhora ia muito na igreja? Hum, Graças a Deus.

Nós ia, passava três dias para lá, para Tabatinga. Levava filho para batizar, aí levava não a gente vinha embora. De lá nunca mais nós fomos. <laughs> E tinha padre lá na <coughs>

Ahn, é uma meninazinha que ficou aqui. Que a senhora cria? Não, No meu sobrinho. Vamos voltar para a igreja? A senhora foi ez eh ficou foi católica? A senhora é católica? Sim. A sua mãe era católica? Nós todos, graças a Deus. Agora já u já uma filha que já dobrou para outra que é, deventista

Quando que ela mudou de religião? Eh... Não me lembre. As coisas... A senhora não, não gostou que ela ficasse... Não. Ainda pegou uns tapa na cara. A senhora bateu nela?

Que? Porque eu não queria. penso. Em vez de a agradar a gente, começam a estar falando mal da gente. que sempre a católica não presta, né? Né? Porque só presta é a deles mesmo que presta. Mas eu mesmo, ou mesmo que na católica faz e lá ainda faz até pior O que que ela diz que é ruim da católica? É porque dizem que sempre não presta, que vai vai prostituta, vai quase nua, vai roupa, vai bêbo, muitas vezes entra na igreja, né? E aí eles tacam o pau mesmo. Mas não adianta de nada. Porque anssim, anssim é como a a gente é, né? A gente não pratica uma coisa que dê resultado, né? Porque a gente sabe sabe o que a gente é, né? E agora umas pessoa dessa que querer abrir a boca e e falar que ele toma conta do mundo, que não é, que ele não pratica também uma coisa que dê a resultado. Eu vou em falando Deve estar na beira do poço, quando eu estou na católica, está na beira do poço. Quando eu tava com os olho fechado, i igual cachorrinho. Eu digo logo assim. Mas não adianta de nada, porque anssim como a gente morre, ele morre também. Anssim como a gente não presta, eles não prestam também. Porque eles não praticam coisas boa também. Porque o maior necessário que a gente pode fazer é querer bem, ter amor. E eles não têm, porque enxerga o parceiro num jeito eu já estou falando, O que que eles podem fazer? Hum? Nessa situação que é para ser? Que é para te chegar perto de Jesus Cristo? eu tenho certeza que ele não não adota, não. Ele não quer isso. Ele quer amor. Não crítica. Porque não adianta de nada, porque ele não creticou ninguém. E teve o amor que até na hora da... da daquele aflição que ele teve, ainda pediu que que não era para era para perdoar os que não sabiam. O que que a gente nós qui vamos fazer? Hein? O que que nós podemos jogar para os nossos próximo? Ninguém pode jogar ninguém. Porque nós semo as mesmas pessoa. O que eles tenham, nós temos também. Agora só não pratica. Não pratica por quê? É porque não quer. Mas não que não saiba. Agora, vai ter amor, não tem. Às vezes, muitas vezes, nem os próprio filho têm. Agora, não há quando dá um uma ocasião, dizer eu tenho amor aí, não tem. Eles não sabiam nem o que eu era amor. O amor é uma coisa e e querer bem é outra. Qual que é a diferença? Mas qual a diferença, e é o que o amor, o amor quando tem, é no coração. Mas se não tiver, o que acontece? Nada. Hum. Você dê conta que não está aí porque enxerga aquele outro, olha aquele ali, o que diz? Esculhamba logo, hein? E se não presta, dá logo uma paulada aí. Que E se nã não presta, e o e o que é Ele diz que E é para orar por aqueles que odeiam a gente. E fazem isso. Porque vem logo é uma pedrada que tem que dar nos outros. É o que aconteci. É essa a situação. E aí, então, sobe, gritam aqui, aí... Aí, cachorrinho aí, bate na mesa, aí acorda, acorda, acorda, acorda, modo de E aquela pele, grito daqui, o cachorro. Eu faço. É demais. Grito em Então a senhora continua firme na igreja, né? Graças a Deus. E a senhora fazia, participava das festas da igreja? A senhora Todo. Nós ajudava. Ajudava a ir, cozinhar. Servia tudo aí. Agora depois... Capinava.

Sim, tudo, todo o tempo. Nós era todo o tempo. Era o que o trabalho que nós fazia. Aí depois, Ele leva anssim, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, vai ali. Manda um, manda outro. Aí vós ficava naquela situação. Ninguém quer. Só quer agora se tiver o negócio da É só. Mas tem pa, teve padre aqui? Tem. Tem... E teve nessa época que a senhora trabalhava Tinha um padre? Tinha. Tinha padre, sim. E quem que ajudava muito na igreja, a

Nós era tudo? Todos. Nesse Nesse ponto de vista, graças a Deus, quem vai andar de casa em casa pedindo, fazendo... para darem aquela cooperação, tudo dá. Graças a Deus. dá. Era assim, eh bingo e e quando a população mesmo, tudo se reúne. Graças a Deus nessa situação, graças ao Criador, é bem aproveitado. E tinha, eh tinha uma Eh, qual era a principal festa do que a senhora mais trabalhava? Tinha alguma festa de algum santo muito importante? Tinha. Tinha, mas nessa época era só o tempo de Santo Antônio. Ali, essa minha irmã que festejavam Santo Antônio. A gente ia para lá ajudar eles, sim. Era ali para o. Para lá que eles moravam, a gente ia fazer. Fazia farinha, fazia beiju. E naquela época era isso que davam.

Se não tiver dinheiro, não... Não tem uma xícara de café que <laughs> que tome, né? Nessa época não, era tudo dado. Era negócio da comida, era café, beiju aquela hora. Tudo tinha. Graças a Deus. E para comer era pago, ou não?
Não,
Era fazer, faz todo mundo comia. Todo mundo comia, aí sobrava e todo mundo ficava tranquilo. o tempo do boi ia para lá, comia, tomava manicuera. Era tudo isso, e eh os trabalho que a gente fazia. Mas tudo, graças a Deus, dava certo. A senhora gostava das festas? Mas! E muito. Que que a senhora mais gostava de fazer nessa época de tanto trabalho, tanta peleja? Mas, afinal de conta... não tinha distinção, era tudo. caía para o lado da gente e tudo isso, a gente fazia, a gente ajudava, sim, tudo. Era limpeza, era encher a água, era cortar carne, era cozinhar. Era tudo a gente fazia. Tudo era na lenha, na é agora como é no gás para cá, não. Tudo era na lenha. Tudo é os trabalho que hoje não não tem. E nessa época a gente tinha.

Tinha. É Logo lá, mais em cima, tem. Daqui, nessa época, nosso quem morrer era tudo para Salé. E Tabatinga, lá para a banda de Tabatinga. Era tudo para lá. Tinha enterrar tudo para lá.

A população. Agora, despois que f fizeram já que Porque já tinha aí. Os que morreram, no tempo da febre, tudo ficaram por aí pelos mato, tudo. E então foi limpo e agora é aí. É bem para ir para cima. Já não vai mais tudo para Tabatinga, já fica aí. Em Tabatinga chega aquela época da cheia, vão tudo e, diz essa gente aí, vão tudo pescar. Ficam tudo dentro d'água. Os morto? Sim.

que embaixo da água? Ahn, ahn, É, enche. A água transpassa para tudo, tudo, tudo lado. Vem embora para cima. É tudo. Daqui, o, o, esse ano que passou, chegou bem aí mesmo, e aí em cima mesmo, perto de uma casa que tem lá na boca do campo. Tudo isso ficou inundado de água. E agora tão achando uma diferença que no que ano passado estava muito cheio, essa época. E E agora num, num até agora não está. Para Deus não há nada impossível. Agora para a gente, a gente diz que eh a cheia não tinha e de repente encheu. Porque já a cheia ia ser. Mas quem manda é só um. A gente não sabe o que fala mesmo.
Que t que tempo de febre que foi esse que a senhora falou?
Ah... Como chama, meu Deus. O paludismo. Nessa época ainda nem existia. Só a mãe que existia. Ela ainda ficou, escapou da febre. Ficou. Do paludismo? Sim. É, assim que ia chegando, iam carregando, iam arrastando aqui, e quando chegava já estava o outro que ficou em casa já tava morto de novo. É o vai novamente. E aquele que ia carregar com poucos minuto, ia já de novo, e aí já ia. Era rápido de matar. Acabou quase, população.
Morreu muita
Muita gente. Muita gente morreu. Muito. E aí tudo foram, por aí ficaram espalhadas. Quem puderam enterrar, enterravam, quem bicho comia, comia. E anssim foi. E não tinham força, não tinha quem mais. Já estavam terminadas, já estavam liquidadas, já. A senhora, A senhora já já já estava casada quando teve... Não, não, não, não era não nessa época. Só a minha mãe daqui que ainda escapou disso, Tempo da febre grande. De O paludismo. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora teve dez filhos?

Quatorze? Como é que era A senhora engravidava e o filho a senhora tinha aonde? Os abortos, de, primeiro a senhora abortava na hora que nascia ou antes? E Antes. Era tudo em casa mesmo. Quem que fazia o parto? Era,

Isso era uma parteira aí. Ela era parteira? Doía para ter o filho? Como é que é que a senhora sabia que estava na hora? Mas, hum, é... É o aperto mesmo que dá mesmo para para vir mesmo. É. Na ocasião mesmo que que dá para ele nascer ele, ele vem mesmo. Agora quando você põe aquela dorzinha que não dá, ainda dá para andar, aí tudo bem, né? E aí quando eu apuro, Não tem mais o equilíbrio de estar andando mais... Aí a senhora corria para casa? Mas estava em casa, sim. Estava em casa. Não ia para canto nenhum. E que que acontecia no parto, a senhora É que eu não não conheço como é que é o parto, assim, dentro de casa. Era só a sua irmã que fazia? Era... É que funcionava? Ela veio sozinha? Só. Sozinha, ela. A senhora ajudava a tirar o neném? Como é que é? Não.

Dá, dava na ocasião de vir, ele vinha com tudo, né? Agora, quando não só vinha a criança, a a placenta ficava. Agora, isso muitas vezes que atrasava, né? E aí era aquela sacudeira no no na barriga para poder... tirar a placenta? Tirar a
Placenta, sim. Tinha tigela da água?
Tinha. Hein? Tinha. Naquela época, Fervia a água, deixava pronto. O ferro já estava no fogo. Limpava bem aquele ferro. Colocava no no fogo. Cortava o imbigo. Com o ferro? Cortava o imbigo com a tesoura. E quei, e amarrava e queimava. Bem queimado. E colocava aquele algodão e embrulhava. Amarrava com tudo. na barriga da criança. E anssim... Caía quando cheio de uns três dias, era que caía. Caía, pronto, ficava. Agarrava a água, destemperava a água e aí dava banho. Na criança? Na criança. E agora não fazem isso né. Não é tudos que faz. Eu acho um... um absurdo. O que que é que a senhora acha um É de não lavar. Hum. Naquela época, não. Era lavado, amornado a água e tinha o sabão tinha para lavar, era separado tudo, é roupa, tudo separado. Era aquelas roupinha. Que não dava para. Tinha tempo para passar ferro, passava. Guardar tudo e <applause> dobrar tudo numa caixa e tava tudo só ench só é a espera. Chegava na hora. Mas tem a a agora nem isso arrumam mais. Agora já é tudo comprado, é tudo não tem negócio de pano, não tem nada. Naquela época, não. Comprava pano. pedia, trocava. Fazia farinha, trocava com pano. fazer coelho. Era assim a situação. tinha muitas vezes tinha gente que não tinha nem Nada. pensou?

Nós tinha uma setenta de castanha. A mamãe colocava chuva dia e noite. Como?

tinha um pandeiro, ela color fazia aquela brasa e colocava o pandeio e colocava o pano por cima. para enxugar. Nas criança que, na invernada, que faz xixi, faz cocô e corre toda hora. Ai, meu pai, nós pastava. Aí, para o fim, quase ela queima tudo os pano. <laughs> que os pano estava tudo furado. De Tanto botar na, na... Tanto botar na lavareda lá em cima do do paneiro para enxugar. E era assim que a gente fazia. Agora quem tinha. Para agir, para comprar, né? Não passava muita... Já sabia que tinha. Mas nós foi anssim... <coughs> uma luta. E a criança, ela ela vivia o quê? Ela, Ela era de o peito? Uhum. Era. Só peito? Só peito. Até que... Mas aí a, às vez, quando eu não tinha leite, é porque eu não tinha. A senhora não tinha leite? Não. Era, era uns cinco, seis dias. Era só o chá. Só dava chá. Ah, é? É, Era de quê? É o chá de, de... com já... Alfazema. alecrim. Dava ah, o tártaro, o arsênico. Era o remédio que a gente dá. Mas a gente prevenia logo. Não é agora. E o chá, comprava alfazema, o alecrim. E fazia o chá de arruda. Era isso. Cipó-pucá, cipó-caatinga, fazia aquele chá Deixava ali para a criança estar bebendo. Era isso. Por que a senhora só tinha leite cinco dia? É. Era. Agora quando eu tinha o leite, acabava chá.

Era só o leite. Não, e a senhora teve leite para quantos?... Hum... Muitas vezes tinha que a gente tem que dar o chazinho, porque muitas vezes empanzinado, né? Tinha que empachadinho a criança. A gente dava. Mas a criança vivia só do chá? Não. Naquel, nessa época que não tinha o leite, era só do chá, sim. Eu não não acostumava a dar que Vinha outra que tinha filho de para dar. Porque muita gente não sabe. Porque tem. É. E eu não queria. Eu não gostava. Para dar o quê? O a lei, o O leite. Para dar o peito. A senhora não deixava... Não... Mamar em outra? Não, não deixava, não. Era só quando quando já tinha no peito da gente mesmo que ia mamar. Mas nenhum deles ficou fraquinho, adoeceu? Não Não, graças a Deus, nenhum. Tudo vingou? Todo. Todo vingou. <sneezes>

também cuidavam das crianças, faziam remédios?
Não, não, não, As parteira era só... Só quando era de noite. Deixava clarear e ia embora de manhã. Não tinha nada. Já as outras coisa quem fazia, que se tinha em casa, arrumava outra pessoa para tratar da... do que Do que tava em casa. Porque na é a na essa época não é como agora. Porque tem... As pessoas já v já vão embora, não. Será oito dias. Que a senhora ficava na cama? É a rede, que nem cama ti... Ficava na rede, oito dias? É. Sim. De resguardo? É. Era oito dias. E o neném onde ficava? Lá também. Tinha, vamos dizer, tinha a rede Que eu não gostava que ele estivesse junto comigo. Levava quase era a noite inteira quando não dormia. Sentada, dando... porque era para dormir, para dormir separado, para não acostumar com a gente. <laughs> E era assim que a gente ia. Assim que nós fazia. Mas agora não. Agora vai (tapa) a aí, vai ficando e vai seguindo, é... Hein... Tinha muito medo. Mas... De estar saindo assim, para um lado e para outro. Mas, qual é... Por isso que a senhora ficava em casa, os oito Ficava em casa. Mas, Era até com dois meses então que ia fazia alguma coisa fora à parte. É o trabalho. Mas sem que, não. Mas conta para mim, se a senhora ficava em casa aí uns dois meses, os outros menino e a farinha, quem cuidava disso? Eram outros que estavam. Era. Os que estavam, dava para fazer, em sociedade, anssim, dividido de meio a meio. E anssim a gente ia, até tempo. Mas nós nunca trabalhemos. E

É, é um perigo negócio de desse de aborto que eu vejo aqui acontecer nessa região aí. Aonde nós temos. <coughs> O qual que é o... não querer se resguardar para isso. Mas isso que é um perigo para dar todas as coisas. Até câncer muitas vezes. Mas antes ou depois que a senhora está falando que é perigoso? Mas é, é despois. Depois do aborto. A As pessoa que não segue resguardo. Não tomam remédio. Então, muitas vezes, parou aquela menstruação, pronto, estou livre. Mas não sabe por dentro como tá, né? Não tem um tratamento. Quando a senhora tinha um aborto, a senhora ficava de resguardo? Mas ficava sim, mas quando já? Hum, Nem pensa. Graças a Deus, isso. A gente ainda é sadio, não digo Se fizer. Se

Mas quando ia... Esse negócio de menstruação, quando a gente estava no lado da mãe da gente, ah não deixava eu fazer nada. Ela fazia remédio e dava para a gente beber, agora nem isso. Não sabe nem o que é. O remédio para para tomar isso. Mas a sua mãe dava qual era o remédio que ela dava? Era tudo. Era... Tinha umas umas umas planta que que era ótimo para isso, que já a tinha infusão para ter. A casca de sucuba, o caju-açú. Essas outras casca que era apropriado para isso mesmo. Era para o o saramento por dentro. o saramento por dentro, para baixar o que ainda tinha dentro. Quando vinha a menstruação... Sim... né?

E para fazer aquele... para ir sarando. Porque pode bem saber que quando vem só pode ter algum ferimento, né? Mas graças a Deus. Isso... isso... para isso não. Graças a o Criador. Nunca fizemos varia por causa disso. Primeiro ano a gente não comia banana, não comia gordura, não comia tucupi. Banana que a gente comia, endaçada, era banana grande. Ainda assado. Fazia o fogo, metia por baixo da cinza para assar para poder comer. Mas agora não tem resguardo, não tem nada. Mas isso do primeiro ano do aborto ou primeiro ano da... O ano de tudo. Da Menstruação, tudo. E agora não. Agora o que vir, tudo come. É por isso que não... Tem sempre aquela consequência ali. E não sabe o que é. E por isso eu digo que graças a Deus do... Graças a Deus do... Glória a Deus. Não tem nada com a gente. A senhora acha que piorou muito? Piorou. Pioraram? Pioraram, sim. Porque a todo tempo eu vou para ali. Eu vou eu Eu estou isso Todo tempo eu t eu estou assim. Todo o tempo um está com câncer.

Tem resguardo nenhum. E não tem. Todo o tempo é banho, tarde, hora da noite, é sol quente, é chuva, uma dor de cabeça. Por quê? Hein? Porque a menstruação, ao invés de baixar, ele sobe. A quentura do sol. Não tenho nada com isso. Mais, né? Não tem resguarde. É tudo só uma coisa. E é tudo. Eh, eu tenho umas neta, tenho... Agora filho, filha, já até ba ja eu acho que já até pararam com isso. Já, já estão velhos, já não <laughs> tem (risos, cacarejos) Aí é isso. O poblema era isso. Tá. E agora dã não num tem nada disso. Vai na festa eh, bebe tudo. Quando Quando é de manhã, tá aquele... Tudo por onde vão, te tudo tem aqueles que vão deixando por lá. Cada qual que vai ajuntando já, e não quer enxergar. Eh, eh Vai guardar <laughs> vai

Que vai, é camisinha, é tudo, já ajuda a por a camisinha, né? E aí é sem camisinha já foram para não ter mais trabalho. <laughs> Ai, ai. É Um pouco de tempo o filho já tá crescendo e agora como, oh? Hein, E o cara me disse não. <laughs> Fim. <laughs> Ai, não dá. Graças a Deus, nessa época não tinha isso. Mulher não ia não ia dormir assim com homem, sem sem casar, nessa época?

Não, tinha sim. Mas credo, tinha sim. Mas, e o E o que tinha bastante mesmo. Mas não tinha desses. O que está agora, né? Tinha mais um respeito, mais um pouco, né? Mas agora não tem respeito com nada. É homem casado e amasiado e tudo. Mas e a parte, assim, do do da comida, do dia a dia, a senhora acha que melhorou ou que piorou? O que se come? Por uma parte tá... Tá meio, meio. Um jeito, né? Para quem, quem tem quem pesque, hoje melhora. Mas para quem não tem, não melhorou nada. Porque o se você não tiver uma criação aí no terreiro, muitas vezes você não compra, porque você não tem o dinheiro, né? E Fiado, eles não fiam. Agora, como eu tava dizendo, nós tudo, e quando tem, graças a Deus, e se ele é bonzinho. Até aqui, né? Só quando tira o dinheiro que paga ele. Leva ameixa. É bom tirar. Até cinquenta reais nós já já gramemos de de pagar, porque quando tem o dinheiro a gente vai notariando com o dinheiro, né? Agora despois de acabar já aí é só no no fiado mesmo. É anssim que a gente vai, mas o peixe não. O peixe não tem quem faça isso, porque quando ele vende o peixe ele já quer o dinheiro. E não tem quem. Quem que pesca o peice aqui, que... Mas, é Tudo essa cambada para aí para baixo. É. Aí eles vendem? Eles vendem. É, é anssim que é. Como é que pesca o peixe aqui? É de malhadeira. Porque daquela época que nós se criemos, não tem Ainda o o um senhor para lá, para para a baixa da serra que pesca ainda, que tem o. Não sabe como é o espinhel? Como que é? Ah mas, os anzóis, têm, vamos dizer que eles tiram a linha, né? Uhum. Daí agarrado, estroava aquele anzol naquela linha, encastoava bem aqui, bem seguro, para pendurar naqui, aí pendurava ali, ali, e espalhava, anssim. No chão do lago, assim? É. É. Pendurava a is, eh, colocava a isca, o que o peixe gosta, né? E deixava lá. Quando ia, já tinha. O peixe tava pendurado ali, nadando. Mas agora não, agora é só dar uma olhadeira. Me queira. Não tem mas depois já Algumas que puxa. Puxa pacu, puxa esses outros peixes. Puxava tambaqui ah a

Se atacava para lá. Demorava, ele chegava com dois, três tambaqui. E já ia. Mas agora?

Nem pensa. De colocar. Por quê? Porque não pega. Não pega mais, diminuiu muito. Acabou. É por causa das geleiras? É. É isso. Entram aí mesmo. Sem geleira ainda. Aí que fica perigoso. Aí que não cai mesmo, bicho. Sendo para aquele lado deles. Então diminuiu muito o peixe, né? Muito. Muito. O pirarucu, nessa época, que tinha de, por onde ia sempre tinha. Aqui no campo vinha o tempo de cheia E agora é bem ralado. Bem ralado mesmo. Da gente encontrar. Quer dizer, que agora então a senhora come mais é carne. É. Mais é carne mesmo. A carne vem da onde? Mas aí compra, vem até de Juruti. Ah, a carne é comprada? É É, comprada. Aqui ele faz negócio aí com as, com essa população agora que tá enchendo. A Agora os que estão gordos, eles estão vendendo, aproveitando. Depois por causa da cheia porque a gente não sabe. Mas conta para mim, o que que a senhora come todo dia aqui na casa? O que a senhora cozinha todo dia? Mas é quando tem o peixe, eu cozinho o peixe. Quando não, eu mato galinha. A carne. Todo dia tem uma carne? Ou Tem uma carne. Tem uma carne. O que que acompanha a carne? Éh É machixe, é cebola, pimentão. Aí tem aqueles os, oh aquele machixes assim que... Duns duns de uns grandes que tem. Tudo nós, nós temos ali. E ey isso. Vai... E mistura com a farinha também, não? Arroz.

E a farinha já era? A farinha é... Eu ponho um pouco naquela lata, ent dois duas latas, e só tiro uma colherada, outra, outra, e aí vai ficando. É assim. E a É bem pouco mais de o arroz do que a farinha. Porque o a o a farinha já não é para gente comer farinha. Podendo não comer a farinha, seria melhor. Porque faz mal para o estômago. Mas eu como. Comigo não tem. Se é que a gente nasceu para... Não não é para viver todo o tempo na na face da terra, então... Desde que não presta... Desde que não presta mais, então... Já vai, né? Já vai. A gente não come. Tá naquela... Sempre naquela, naquele problema de doença a gente come, então ele mata. Não adianta de nada. A senhora come isso na hora de na hora e do almoço e do jantar também? Ah eu ã É é uma casualidade comer na janta, né? Na janta. Quando não, é só só mesmo um um pedacinho e daí daí pronto. Quando não, nada. Quando não, eu tomo um pouco de café. E com isso eu vou dormir. Que era para emagrecer. É duro o tempo para emagrecer, que eu O problema da, que acontece comigo é por causa do problema da gordura. Mas eu não vejo... Eu sempre fui assim. Não adianta de nada. Porque esforçar a gente não comer... Porque outras coisas a gente não tem. Porque para ir para fora ainda tem de que fazer um suco. E aqui a gente não tem porque é muito vadio. Quando tem só dando uma safra na, acabou, acabou.

As frutas? Ou é o ca, O caju. Eu já experimentei de tudo jeito. Não, não tem como guardar o caju. Sempre ele azeda. Eu até fervi, nada. Deixei anssim para cozinhar no sol. Nada também. Ah, então, hum, E a goiaba? Dá muita goiaba aqui? A goiaba aqui, aqui não dá. Porque o que o que a gente planta, molecada não deixa. É pouco. É bom quando é anssim, de umas três ou quatro. Agora, quando tem, que a gente vai pedir por ali, a gente faz. A gente faz suco, faz chupinho. Sempre, sempre tem. Coco, desde que eu eh eh eu cheguei aqui, é bom plantar coco, banana. Mas não não dá. Não dá? Não. Essa terra não é boa, não? Eu Eu acho que para isso não dá. Limão também, pelo mesmo jeito. Plantei. E antes de nós vir para cá, nós plantamos. Não conseguiu. Não sei, é a terra que não dá para isso, num... Ou falta alguma coisa, que a gente não sabe. E anssim vai. Qualquer, o pla eu plantei aí ele deu um coquinho desse tamanho. o pó caiu. Também não plantei mais. E ficou. É difícil de dar, então? É fi difícil, se eu estou dizendo É difícil dar. Porque eu acho que é por causa do... Do... Da que a gente não sabe, né? Do estrondo Vamos dizer, porque ali só tem um senhor ali, mas ali tem logo que ele chega, ele planta. Mas já tem comido bem, já tem vendido. Ele soube plantar? Não. Dans <laughs> Não sei, não sei, não sei o que ele estava dizendo para Acho que aqui a gente. Se tiver o dinheiro, a gente come. Se não tiver, a gente olha, porque para pedir não dá. Porque eu Na terra, na Planta. Mas nã... Isso. filhos ajudam? Hoje em dia, os filho que estão por aqui, ajudam a Ajuda, uma parte ajuda, uma parte. A gente fala, entra aqui, sai aqui. Não estão nem aí. Aí vai embora. Eu esava fazendo? Pode valer, né?

A senhora tem um sonho ainda? Não.

De quê? Você Um sonho assim, olha, na minha vida eu quero que aconteça. Tem? Não o... O O que eu penso? Nós pensávamos com essa, a minha irmã, que se tivesse um negócio de uma grana, ajudaria o, o, a população que que queres ajudar. Mas, infelizmente, Que que a senhora ajudaria em quê, a Mas em tudo o que ele precisasse, que a gente, eu vê que não tem, né? Porque tem muitos em um ocasião que que quer anda para um lado para outro e não tem quem ajude. Não tem. Esse problema que a gente pensa, imagina que nós nunca tivemos e depois que não tem aquela... O que tem é esse mesmo, esse pouco que a gente tem. A gente podendo servir, a gente serve sim. Não, é assim, um, uma comparação que eu queria fazer. Ajudar a população. Que não tivesse, É isso. outras coisas Não mais. Não tem mais. Não adianta mais agora. Eu acho que a gente já está no final da picada. Porque um dia sim, outro dia não. A doença sempre ataca. Quando ataca, é mesmo para ficar mesmo jogado. Mas aí, como ainda não, ainda não, não é para ir, alevanta de novo. Aí, torna a levantar e torna fazer novamente. Porque eu acho que a situação nossa é anssim, nesse nesse tipo. Eu acho que é. Porque já trabalhamos bastante, graças a Deus. Tivemos anssim, compramos, ajudamos os outros que não tinha, trabalhava. Era em casa. Servia os outros. Acabou, acabou. Pronto. O trabalho acabou. E também aquela freguesia também, Acabou também.

A situação da gente foi essa. Está sendo essa, sim. Mas a vida foi boa ou foi ruim? Não, durante... Durante o o o período de de a gente ter força para seguir, para trabalhar, mas era uma coisa ótima. Mas que quando cai, não acha que... problema é isso. Se eu ver jogado, ainda vou dar um chute. Mas de dizer que eu vou acudir aquelas pessoa que já me ajudaram bastante, não. Por isso, vai, se acabando, né? E o que está para fazer, né? Porque dá para fazer o que já fez, e se não fiz, ah, então não tem mais jeito de fazer. Porque já não não dá mais para fazer. A doença já tomou conta. E agora o problema já chegou, pronto. Acabou. A memória vai acabando, vai esquecendo. E o que que eu vou fazer com isso? Estou só esperando aquela já chegar. Porque não tem outro jeito. Um vem daí eu, pega esse remédio e toma. Outro vem dali, mas é esse que é bom. Nenhum vai lá na no problema que eu estou sentindo. E é isso. É isso. Acho que está bom, a senhora vai se arrumando. Obrigada Agora se ainda pudesse trabalhar, ainda ia mais em frente. Com tudo isso, com tudo isso ia ser aposentado, tudo ia ser aposentado, mas se eu pudesse ir em frente, eu ia. Não para dizer que fosse fazer o dobro. Não, mas eu queria. Para acrescentar ao menos para casa, para a gente não tá dando para o, menos para os netos. Pros filhos. Mas o que o que dá esse que que vem, a gente divide. O dinheiro? Não, o negócio do babadozinho que vem, da despesazinha que vem. É isso.